Aí, a rua era...

Antigamente as ruas eram meio abauladas, assim, né? E o ônibus era jardineira. Então passava uma de manhã, que ia para a cidade, e outras que só voltava à noite. Então a gente tinha uma condução só. Para, para irmos, né?

Ela era arbo arborizada, fechada mesmo. Tinha o clube floresta, depois tinha a chacra do senhor Fornazari, uma chacra muito grande. E do outro lado era só mato, né?

É a rua que vai na igreja. Até eu tenho muito sentimento deles terem demolido a igreja que eu casei e batizei meus filhos para construir uma outra. Então, isso foi uma coisa que ficou, né?

É muito bonitinho, né?

É. Desde a década de vinte <laughs> a gente vai che chegar Eu vou começar
Os meus avós... Os meus avós vieram da Itália, até tem uma passagem interessante.

Aí o meu nono falou, quanta fartura, quanto formaggio. Ele pensou que era queijo. Encheu da era farinha de mandioca. Porque eu falo muito bem italiano também. Só não escrevo, mas leio e falo italiano, né? Aprendi com eles.

E ela não, não vivia com o meu nono.

Ele era pescador no rio Tietê. Aí mataram ele. Encontraram-lhe morto metade do corpo no barco e metade no rio.

Ela ficava sentada na soleira da porta, esperando por ele.

Ele ficou muito penalizado, então perguntou para ela se queria que ela, que ele tomasse conta dela e dos filhos, né? E ela concordou. Aí passaram a viver juntos. depois tiveram muitos filhos, né? E aí os italianos ali, que era tudo italiano, perguntaram para a minha nona se ela preferia voltar para a Itália, eles davam uma passagem para ela, ou preferia que construísse uma casa. Então ela falou, o que eu vou fazer na Itália com meus filhos? Eu prefiro que construam uma casa. E essa casa existe até hoje. uma casa boazinha, tudo construiu, aí ela foi viver com esse que ficou sendo o meu nono. Depois ela teve mais filhos, teve a minha mãe, teve a mãe da...

E o meu nono era desses que, quando ele sentava na mesa, ele mandou fazer uma mesa muito grande, ele sentava numa ponta, minha nona na outra, e tinha os filhos que todos sentados em volta. Se eu não me engano, eram quatorze
paternos
Meus avôs paternos. Aí ficaram, ficaram ali naquela casinha. A minha nona foi que morreu primeiro.

E meu nono também passou a ir morar com a mamãe e o papai.

E essa casa era dos herdeiros do primeiro casamento da minha nona.

E fi ficaram ali. E tinha um filho que tinha quinze anos. Quando a minha nona foi viver com o meu nono, chamaram ele... Posso falar palavrão? Chamaram ele de filha da... Né, aí ele se ofendeu. Sabe o que ele fez?

Passados anos ele voltou para ver a minha nona. Aí voltou para Itália do mesmo jeito. Só que aí o comandante do navio descobriu ele e adotou ele no navio, tratou ele e tudo. Aí ele foi para os Estados Unidos, casou-se lá. No ano que era para ele voltar, infelizmente, ele faleceu. Aí o corpo dele foi cremado e ele pediu que jogasse as cinzas dele no mar. Mas se correspondia. Interessante, o papai era carioca. Quando foi pedir a mão da mamãe, a mamãe ficou escondida. Aí quando ela fazia assim, ele fazia para o meu nono, sim senhor, sim senhor. Quando ela fazia não, não senhor, não senhor, porque ele não sabia. E meu pai ficou, ele lia italiano, escrevia italiano, conversava, adorava ouvir uma ópera, se se encaixou mesmo na... na família italiana. Foi bonito.
Eu preciso fazer um... Calma aí, que eu preciso voltar, que a senhora foi, voltou. Duas questões, na verdade. Primeiro, eu vou começar com a primeira. Eu queria saber um pouco do da parte do Avós maternos, né? Você contou, né? Essa parte, é.
Seriam os pais da mamãe e do... Exatamente. A linhagem
Os seus avós maternos também são italianos?
Da onde que eles são?

Eles É, e o meu nono era amigo do marido dela, por isso que ele tomou conta dela e dos filhos. Vieram juntos da Itália. Aí ficaram ali, né? Aquela aquela casa antiga que eu te mostrei, que você perguntou se ainda existe, ali era uma família também de italianos que eram donos dessa fábrica que depois passou para o tio do meu marido, do primeiro casamento.

Então a gente... É tudo italiano.

Por isso que a gente acostuma... E quando meus filhos eram pequenos, eu falava italiano com eles. Mas foram crescendo, perderam, né?
Como é que os seus pais se conheceram?

Ai, meu Deus, como é o nome da firma?

Ele era gerente de uma firma. Aí ele ficou trabalhando ali e conheceu a mamãe. Conheceu a mamãe, aí pediu ela em casamento. Porque até o meu pai, a descendência do papai, a minha bisavó era índia. da parte do papai. E eles são de cor. Até quando a mamãe estava esperando eu e meu irmão, ela achava que... Tinha receio que nascesse pretinho, naquela época, né? E o meu nono falava também. Mas foi tudo... Meus irmãos, infelizmente, não viveram. Morreram, né? Morreram pequenininhos. Ela teve dois gêmeos, duraram quatorze dias. Quando eu estava com sete anos, ela teve outro, morreu também com um ano e meio. Ficou eu, sou filha única. Quer dizer, filha única não, porque eu tenho esses dois irmãos adotivos, hum... Voltei alguma coisa?

Está tranquilo, eu queria que você me descrevesse como era a sua casa? você lembra?

Ah, era um... Como que era essa casa?
Ah, era uma um... Entrávamos assim... O trinco era um negócio assim, que nem uma... Sabe? Não tinha trinco. Um barbantinho. Tinha uma sala assoalhada. A minha mãe sempre foi muito caprichosa, né? Então tinha sala. Depois tinha uma cozinha com fogão a lenha. Tinha o quarto dos meus pais. E tinha o quarto... meu e da minha irmã, e minha mãe dividiu para fazer o quarto, porque um filho do primeiro casamento ficou com a minha mãe.

Tinha um quintal muito bom, todo aquele tempo era tijolo, né, todo tijolado. A a privada, porque não tinha banheiro, a privada era fora. Depois que o papai fez uma espécie de um barracão, pôs um chuveiro para gente, a água era de poço, a gente tinha que puxar água de poço, no fundo do quintal sempre, né? Mas bem muradinho, uma casinha boa, casa de aluguel. Era casa de aluguel. Meu pai, infelizmente, não não se dedicou para fazer uma casa porque o papai começou a beber muito. Mas era um homem assim... A minha mãe era mais violenta que ele. E quando ele chegava bêbado, ela brigava com ele, né? Que não queria. Mas ele nunca teve violência em casa, nunca era um pai, um pai Que pai que eu tive. Muito bom. E a gente viveu viveu

Então a fábrica de tecido tinha um correr de casinhas, aí eles deram uma casa para a gente morar ali.
Aquela casa que se falou que existe até hoje é dos seus avós? Dos meus avós. E hoje, ela está aonde essa casa?

Ali na... Na...

Onde eles demoliram, fizeram o shopping, né?

Agora, nessa casa do meu nono, eu nunca morei.

Atravessava a linha e, ia, naquele tempo, a gente chamava de Várzea.

E nós moramos lá.

Aí o nono foi morar com a gente.
Eu fiquei pensando uma coisa. O lazer , é. Qual que era o O lazer

Então tinha baile, tinha as matinês, dançante com vitrola. E a gente se distraía ali. E na na rua, não sei agora como é que chama, tinha o Cine Colino. Era um cinema, mas quando chovia você tinha que levantar os pés ou tinha que abrir guarda-chuva. Aquele cinema bem antigo. Então, a distração da gente era essa.

Porque eu fui sempre muito ali. E uma vez por mês vinha uma orquestra de São Roque, aí tinha o baile à noite. Aí a gente se preparava, toda bonita, tudo para ir no baile, né?

E os jogos de futebol, que tinha também os jogadores de futebol. E como o papai era diretor esportivo, quando ele viajava com o clube, ele me levava onde o clube ia. Então a nossa distração era essa, o bailinho das das tardes, de domingo, e um baile uma vez por mês, no sábado. E eu fui criada assim. E o cinema, aquele cinema funcionava só nos domingos, Quando passava a a Paixão de Cristo, o o ficava tudo lotado.

a gente Para você ter ideia, eu já trabalhava.

Eu terei documento falso. E comecei a trabalhar, porque a gente sempre foi, não digo paupérrimo, mas pobre, né? Precisava de de ajuda. Trabalhei uns tempos ali.

Aí trabalhei ali até conhecer o o meu marido, né, mas os meus pais não queriam o casamento. Eles lutaram, lutaram, não queriam de jeito nenhum. A família dele sim, a família dele concordava, mas os meus pais não queriam. Aí um dia minha mãe estava na janela e ele falou, ela gosta de mim e eu gosto dela. Se vocês não concordarem com o casamento, então a gente foge. Aí meus pais concordaram com o casamento. Foi um casamento muito bonito. Eles eram ricos, os tios dele, fizeram um casamento muito bonito.

Foi muito bom, um casamento muito bom. Eu vivi bem com ele dois anos só. Depois ele começou a fazer coisa errada. Sumiu a primeira vez. Eu já tinha um um menino. Aí voltou, como eu gostava dele, perdoei. Aí tornou, a sumir. Aí voltou e eu perdoei. Aí o papai falou, não é possível, vocês têm que morar junto com a gente. Porque como é que você vai ficar sozinha com os meninos, né? Tinha dois.

Ali nós moramos uns dez anos, nessa vila. E ele, um dia, meu marido era contador, era um homem muito fino, sabe, muito delicado, magrinho, todo. Comprou um caminhão, comprou uma carga de batata, eu ajudei ele a sair da vila de madrugada, sumiu. Passado, acho que um mês, eu recebi um telegrama, nunca me esqueço, que tinha quebrado a coroa e o pinhão do caminhão. Aí nunca mais tive notícia. Quando o meu filho, eu estava grávida de quatro meses, quando ele voltou, meu filho já tinha um ano. Voltou para casa, tudo, aí sabe como é, a gente gosta, né?

Aí o dono da aglomeração, nós não tínhamos telefone, atendia o telefone na fábrica.

E quando eu falei que ele era casado, que tinha três filhos, ela desmaiou.

E ela veio com a menina em casa. Até eu dei roupa do meu filho para agasalhar ela. Aí não teve mais condição, né, de de viver com um homem assim.

Como eu era, eles iam me mandar embora.

Aí eu expliquei minha situação, que não estava... Aí eles propuseram para mim fazer o desquite. Eles iam até dar o o advogado e tudo para desquitar para continuar trabalhando ali. Foi aí que eu me separei dele direitinho, desquitei tudo direitinho. Ele andou insistindo, vinha, vinha ver os filhos, mas eu não quis saber mais. Apagou, né? Ele ficou alcoólatra. Aí vivia na rua, caído. O irmão punha ele no hospital. Quando ele se recuperava, ele voltava, né? Até morrer. Ele morreu novo. Acho que tinha uns quarenta e poucos anos quando ele morreu. Mas estava diabético, tinha barriga d'água, tinha tudo, os filhos foram. no enterro, foram no velório dele, tudo, consenti, né. Até o mais novo, que quase não conhecia o pai, sabia que o pai estava no hospital. Você dá dinheiro, mãe, para eu comprar umas revistas para levar para o papai? Vai, meu filho, vai. Levava para ele tudo. E eu fiquei assim oito anos, trabalhando, ajudando o papai a a sustentar meus filhos.

Saía, e eu no cinema comecei a levar uma vida de solteira, só que com as rédeas, que a mamãe não deixava.

Aí fiz amizade com umas vizinhas aí, podia ir no cinema, né, com elas, que a mamãe não deixava de jeito nenhum eu sair.

Eu era contometrista. Não sei se vocês já escutaram falar. É uma máquina de contabilidade, a gente põe o lápis aqui e trabalha só com dois dedos. e o colega de escritório... Eu não entendi, ãh? Eu não entendi como é que funcionava, Põe o lápis aqui e trabalhava com esses dois o lápis preso aqui Aí você escrevia, prendia o lápis outra vez... é Aí eu fazia a soma da matança, somava a matança, fazia... Era uma contabilidade. Tinha diversas máquinas, né? Aí o colega ia se formar e me convidou para para ir na formatura dele. Eu falei, de jeito nenhum, porque meus pais não vão deixar. Por essa altura do campeonato, acho que já estava com uns trinta anos. Vai falar que não deixava, né? Aí ele falou, mas eu vou na tua casa e vou pedir, porque eles me conhecem. Eu venho te buscar e te trago. Eu e umas duas primas, nós fomos. E lá que eu conheci o segundo marido, na casa de Portugal, no baile. Eu sempre gostei muito de dançar, muito mesmo. Ali eu conheci, e ele me levou em casa e nunca mais me abandonou. Três meses nós estávamos juntos. Mas eu fiquei em casa.

E meu pai ficou, né? Meu pai não queria de jeito nenhum. Se você não casar com ela... Aí, coitado, meu pai morreu em novembro. E, em março, eu casei com ele, porque a mulher dele ligou que queria comprar um apartamento e ele tinha que assinar. Aí ele foi, só assinou se você me der o divórcio. Aí nós legalizamos a situação. Inclusive, tinha uma filha já, né?

Foi só essa filha que eu tive com ele. E é única, né? Porque os outros eram meninos, né? Única filha. O que mais? Falei demais.
Foi uma sequência, não foi? Eu percebi que <laughs> você focou bem na questão dos seus relacionamentos. É, é, e deixou vários elementos para eu perguntar, né, porque... Deu um pulo dos cinco anos de idade até os trinta e tantos. <laughs> É normal, né Verdade, é dúvidas, na verdade. Porque você disse que estava com... com todo aquele vai e vem do seu marido, né? E você... Eu perdi uma parte, assim, que você estava trabalhando, você começou a trabalhar com treze Então, eu imagino que, assim, essa sua infância, como foi, né?
Ah, sim...

Nossa, tinha os colegas de escola que me me ensinaram a andar de bicicleta. Como foi isso? Não

Ele que me ensinava. Como a rua era assim, ele me punha na bicicleta e largava. Eu ia parar lá na outra rua. Uma vez caí numa zamoreira. Conhece essas amoras silvestres? caí nas amoreiras. Então a gente brincava assim. Aí a minha irmã ficou noiva, eu catava a bicicleta do noivo dela e ficava... Porque eu era doida por uma bicicleta. Andava andava de bicicleta, pintava com a bicicleta.
adotivas, né, foram adotadas? E sempre gostei de Ãh? Você não falou muito das suas irmãs.

Ela foi eh de criação, né? Pois é, ela foi morar com a gente e não tinha diferença de mim para ela. Era tudo igual. Naquela época, se fazia um vestido para mim, fazia igual para ela. Se comprava um sapato para mim, comprava sapato igual para ela.

Quando era tarde da noite, escutamos na porta, era ele, ai tia, não aguento ficar longe de você. Voltou por causa da mamãe, olha como era Aí a gente morava ali na na onde tinha a fábrica de fósforo. Então a gente era muito, muito, muito apegado. Muito demais. Não, ele era um ano mais novo que eu. E ela tinha a minha idade. Ela é a mais velha. Morreram já, infelizmente. Ela morreu muito nova. Esquimia cerebral. E ele morreu agora faz um ano e meio. Inclusive ele estava na cama, não falava com ninguém ali.

E ele, andiamo. Aí começou a falar italiano comigo. Eles ficaram tudo. Eu falava com ele italiano e ele respondia. A ver como nós fomos criados mesmo ali na Itália, né? E meu sonho é ir para a Itália, não sei se vou chegar, né? Estou muito velha já para ir, mas... Quem sabe, né? O que acontece de eu ganhar na loteria, eu não jogo <laughs> Que mais, meu filho?
Você foi trabalhar com treze anos, né? É, treze anos Foi você que quis ser independente? Sua irmã foi com Como foi isso aí?
Ela também trabalhava.

E você? Nós trabalhávamos todos.

Era uma escolinha, fachada de madeira. Eu tenho as fotos lá, né? Tem o nome de todas as professoras na na cabeça. E agora me perdi.
Você estava falando da empresa que estão trabalhando? É
O papai falou, eu não posso pagar estudo para os três. Como vocês são duas meninas, não vão precisar, vão ser dona de casa.

Ele falou, eu não vou. Se vocês me mandarem estudar, vão me jogar embaixo do trem Aí ficou. Mas ele era muito inteligente. Ele foi rufista, trabalhou muito em banco, trabalhou muito numa firma do Pinho Sol. Anos ele trabalhou lá. Era inteligentíssimo. Então ele não não não fez falta, né? Porque antigamente a gente fazia o grupo escolar, Mas não é que nem agora. O grupo escolar já se saía dali quase como um ginásio, porque não tinha os livros, as facilidades que tem agora, nada. A professora de história passava tudo na louça e a gente passava no caderno. Quando era dia de leitura, abria o livro de leitura, você lia um trecho, aí parava, a outra tinha que continuar. Taboada era a mesma coisa. Tinha taboada, você tinha que saber a taboada de de trás para adiante, de todo jeito. Ela interrompia e perguntava outro número, tudo. Então a gente... Não era burra, né?
Sabia... Vocês eram bem crianças
Com onze anos eu tirei o diploma. E eles também, com
anos. Como que era essa escola?
Ah, era uma escola tão... Eu falo para para meu neto, agora. Antes de entrar, a gente cantava o hino nacional, tudo com alas, assim, formadas, né? Cantavam a bandeira. Eles não sabem nada hoje em dia, né? Só que as professoras eram bravas. Tinha uma do segundo ano, graças a Deus, nunca apanhei. Mas ela vinha com a régua, ela batia na cabeça. Mas eu fiz todos os os quatro anos, nunca repeti. Fui bem, estudei direitinho o que precisava, eu estudei. Fui bem.
É interessante, daí você se formou, né, nessa escolinha, daí
Aí eu já já comecei a trabalhar.
É, fazendo a escola? é.
Não, depois da escola, né, porque quando eu saí da escola eu tinha onze.

Você fazendo as quatro operações, você estava apto.

Não sei te dizer quem foi. Eu sei que eu fui

Aí eu trabalhei no no rincho de fiação. É horrível, né? muito É muito algodão, um rinque enorme, assim Eu tinha que tomar conta para passar da da da daquele daquele rolo para a espola, né, para a espoleta. Às vezes arrebentava e a gente tinha que emendar. Até tem um dedo que pegou o peso. Depois dali eu fui para a sala de pano. A sala de pano tinha um negócio de madeira, um rolo, e você puxava as peças para ver se tinha defeito.

Aí já fui com documentação, porque já tinha, né? Já Do cotonifício eu tenho também declaração, que eu trabalhei lá, tudo direitinho.

Ele veio com onze anos da Itália. Eu conheci ele e dali a gente... Baile do Floresta, matinê, tudo, a gente começou a namorar.
Como que era o namoro nessa época?
Ah, beijinho nem pensou <laughs> Ele, ele era muito bravo. Eu me lembro que uma vez nós saímos para ir na na festa de Santo Antônio. Ele queria que eu pegasse no braço dele, eu não quis, ele me deu um beliscão. Ele queria que eu fosse de braço dado. Deus me livre, se o papai... E uma vez o papai falou, você não tem vergonha, né? Você sabe que a gente não quer que você namora com ele, você veio namorar no poste, aqui em frente de casa. Se você quiser que eu vou para o escuro, eu vou. Mas é, a gente era bem, né, bem presa, muito, muito presa.

ia na missa, às seis horas da manhã, fazia a comunhão. Eu tenho a fotografia da comunhão também, mas a fotografia da comunhão não era independente, era o grupo das que faziam comunhão, né, mas era uma coisa muito... Fizemos o catecismo, os três.

E tem a fotografia dele, com a , que ele fez a primeira comunhão no hospital. Ele é tão agarrado com a mamãe que a mamãe ia visitar ele e precisava ver ele escondida. Quando ele vinha tomar sol, a mamãe ficava escondida vendo ele, porque ele rasgava ela. Eu quero ir embora, tia, não me deixa aqui, tia, vou contar para todo mundo que você tem dentadura. Aí depois ficou, né, bom, que a mamãe correu com ele, tudo de jardineira, imagina você que trabalha, E chegou na Santa Casa, rasgaram o cartão. Ele não tem mais jeito. A mamãe desceu da jardineira e caiu. Desmaiada. É uma paixão louca por esses dois.

Os dois trabalhando, né? Ele e o papai. Para para emancipar.

O não ganhou. Aí nós lutamos para ter outra votação. Aí quem fez a fraude fomos nós Eu estou te falando que é tudo italiano?
Não, mas calma, volta, volta, volta.

É. Eu não sei, não conheço isso.

Ele ia visitar as irmãs, tudo mais

A primeira eles perderam. Aí lutaram para fazer a segunda. Aí, como tu falou que é tudo italiano, a gente passava na rua e dizia, quantas vezes votou? Porque votavam duas, três vezes no sím

Ela não é Lázara, eu conheço ela. Aí me entregou, né? E estava o marido da Lazára, que era o mesário. Aí nós fomos todos para o dopis, não fui só eu, todos eles. Recebemos intimação. Aí é que foi duro, viu? Porque o papai foi comigo, mas eles não deixaram entrar. Eu fiquei fechada num lugar assim, que nem estou agora, e eles interrogando. Não era a senhora? Eles me alertaram, né? A sobrinha aí é... Ok. Essa sobrinha é tudo, sua sobrinha Ela é um amor, coitadinha. Merecia uma sorte melhor. É... Com essa doença que ela tem, né? A esclerose múltipla. Mas ela achou um anjo. O marido dela é um anjo.

E eu imagino que poucas pessoas conhecem sobre isso. Primeiro eu queria saber, eu nem sabia por que quis, né, sair e como foi a campanha. seu pai participou muito.
Olha, foi uma... O que era essa campanha? Nossa Senhora! Era pregar panfleto nos postes e e falar muito, né? Nossa, foi propagado muito. Naquela época não tinha televisão, não tinha essas coisas, né?

Aí começou, né? E eu ali. Mas nesse dia que eu estava te falando, eu fui lá. Ela não é a Lazára. Aí foi fomos para o dopis começou. A senhora não ia votar, não. Não era senhora, não. A senhora não estava com uma capa de chuva azul, um chapéuzinho.

Eu só passei ali na frente, eu não entrei para votar. Olha, aí vinha outro. A senhora está vendo? Eu vou fechar aqui, não vou escrever nada do que a senhora disse. A senhora só vai. Se confessar comigo, vai contar. Não tenho nada a que falar. Pode abrir, pode escrever, porque eu não tenho nada do que falar. Não era eu. Houve uma grande confusão aí, não era eu. Não fui eu. Isso foram quatro horas. Entrava um, saía outro. Uma peste de de tortura, né? E meu pai lá fora aflito, né? Mas eu neguei, neguei, neguei. Aí eu ouvi eles falando entre eles. Que houve fraude, houve. Mas as pessoas indicadas estão erradas, não são essas pessoas. Quer dizer que eles acharam que eu era inocente, mas eu não cheguei a votar mesmo. Eu paguei pelo pelos pecadores, né? Porque os outros que votaram duas, três vezes, não aconteceu nada. E eu que ia votar mais uma vez só, <laughs> aconteceu tudo isso comigo.
Mas você fazia parte desse movimento, né?
Mas eu tirei de letra. Tirei de letra. Eu fiquei apavorada, né? Dopes. Puxa, a vida só faltava me prender por causa disso, né? Mas não, eu sou inocente, não era eu, não era, até a roupa que eu estava vestida. Imagina que...
Só uma pergunta

De tão bonito que está, de tão, né, bem aproveitado, fizeram boas estradas, uma coisa louca.

E por mim, eu gostaria de estar morando lá, mas o aluguel é muito caro. Nós moramos nesse casarão aí, é um casarão. Para mim me deram uma suíte, que você precisa ver que coisa louca, bem... É uma casa bem antiga, mas uma suíte grande, bonita, sabe? bem tranquila. Isso depois que meu marido morreu, né? nós morávamos lá. E meu marido era carioca também.

A gente vai chegar lá. <laughs> A gente vai chegar lá.

Ah, sim, eu fui. E você fez e voltou porque você disse que tinha uma empresa.
Não, eu fui mesmo só para buscar a documentação, hum, dela. Inclusive, eu até gostaria de saber dessa menina, né?

Ela tem o nome, tem sobrenome dos meus filhos, né? Mas nunca mais eu

Ele casou, teve festa. E voltou para casa. Ficou dois anos, aí sumiu outra vez. Aí foi que ela apareceu com a menininha. A menininha que tinha diferença de meses do meu filho. Do meu filho mais novo, né? Esse que morreu. Mas, eu falei para ela, ela não queria entrar, ela ficou com medo. Mandou a irmã entrar. Falei, não, pode falar para ela entrar, mas o que eu vou fazer com ela? Ela é tanto tanto vítima como eu, né? Não tem problema, pode mandar ela entrar. Aí uma vez que ele veio ver os filhos, eu falei para ele, você sabe que você tem uma filha? Aí ele me respondeu, se eu for dar paternidade a todos os filhos que eu tenho por aí, eu estou bem arranjado.

E depois que você realmente falou assim, não, não vou mais ficar com você, você disse que começou a trabalhar no frigorífico. É nessa época? Já estava

Ele falou para mim que eu não tinha capacidade de trabalhar. Quero ver como é que você vai arrumar. Aí eu já já, fui ser operária, que não é desonra nenhuma, né, ser operária. Aí eu já fui trabalhar no escritório como contometrista. Ah, com aquele é Trabalhei lá uns anos, depois eu conheci o segundo marido, ele achava que a mulher dele não tinha que trabalhar fora. Aí ele me tirou do emprego.

Passamos as duas.

Nem chegamos a fazer estágio, porque estava fim de ano, então eles acharam que a gente já estava apta para trabalhar. De fato, graças a Deus, nós saímos muito bem, eu e ela. Trabalhamos ali uns tempos, na na no, aí ele gostou. Que entrava mais dinheiro, eu trabalhava no supermercado, levava coisas boas para casa, né? Aí ele deixou eu trabalhar.

Você lembra desse trajeto? E como é que você fazia isso?
Ah, acho que era Ah, acho que era ônibus, né? Nem, nem sei te dizer, eu acho que era ônibus, a gente descia ali na... Eu não sei como é o nome da travessa , da que a gente ia fazer estágio, não me lembro. Mas era, a gente vinha bem, vinha eu e ela. Porque ela morava na frente e eu era inquilina dela, morava nos fundos. Então a gente vinha junto. Aí quando ele viu, eu falei, olha, eu fiz o... Fiz o concurso e passei. Eu vou trabalhar. Ah, mas eu já falei... Não, eu vou trabalhar. E comecei a trabalhar. Aí não parei mais. Aí continuei trabalhando. Aí fui trabalhar num laboratório. Isso foi quando meu marido foi embora. Já volto para trás.

Eu cheguei lá e falei, olha, eu não entendo nada. Nunca trabalhei aqui. Eram todos italianos. Aí eles me ajudaram. Eles passavam que nem lição de casa para mim. E aí eu fiquei apta ali no no laboratório, inclusive veio um engenheiro da Itália com todas as fórmulas italiano. Aí eu levei para casa, eu e o papai, o papai tinha máquina, né? Nós passamos tudo para português, eu e ele. Já era um dinheirinho, dinheirinho extra que entrava, né? Porque três filhos, né? E só o papai que trabalhava, aí ajudei muito ele.
Nessa época que você falou, ele tinha uma relação com o clube de futebol, né? Você comentou seu pai, o papai era, o papai era era, nessa época

Mas ele era... Ele era... Ele era... Como é assim que faz atas? Faz atas Não me ocorre agora. Ele fazia as atas do Floresta e ninguém mais entrou. Era só ele. Tanto é que as atas do Floresta, tudo feita por papai. Ele fazia as atas do Floresta e fazia as atas de um amigo dele, que tinha uma casa de jogos, carteado. E não tinha o quê. O papai inventava as atas e fazia as atas para ele. Ganhava um dinheirinho extra também.
muito, muito, não dá para mostrar aqui, mas você mostrou uma foto você e ele
Onde ele saia, ele me levava

Já me falaram, você é mais ligada em seu pai do que na sua não, não é que

Pai, eu já estava casada, separada, com os três filhos. Ele levantava à noite para ver se eu estava coberta. Ia lá, era um carinho, papai, um carinho, tanto para mim como para os dois.

eles convidaram a gente para tomar parte, né? Aí fizeram uma fotografia do papai, assim, grande, autonomista, né? Mãe, o que você me arrumou, hein, mãe? Ficou bravo comigo Mas no fim, ele foi. Na parada. Ele falou, esse ano não me procura, não. Aí ele já falou para mim. E eu já recebi a carta para tomar parte, mas acho que eu não vou. Eu não vou porque eles foram muito injustos com o papai. Eu acho que o papai merecia uma rua de de de mais nome, sabe?

E a praça tem o nome dele. Tem uma galeria lá, é galeria Também trabalhou contra.

É uma pirambira lá onde tem o... como é que chama, favela, um negócio assim. Eu falei, muito bem, muito valor, papai, né? E dói, dói na gente, né?

Ah, não vou devolver, não vou levar. Está lá em casa a foto do papai, na parede, grande. Porque meu pai foi um bom pai, bom avô, ajudou, meus filhos precisavam, era ele que estava ali sempre, junto, né?

Me dói até hoje. Estou arrepiada. Eles não tiveram coragem de visitar o meu pai.

Pai, vamos comigo? Foi porque eu fui, nós fomos muito ludibriados muitas vezes. Não sei se interessa isso também.

Aí meu cunhado, numa festa de fim de ano, nós estávamos na casa da minha cunhada, ele falou, venha assumir o seu apartamento. Eu não queria de jeito nenhum.

Ai, vamos, tem um apartamento.

Ela já estava separada do marido. Aí ela falou que ia, eu levei as meninas, tudo, as minhas netas, arrumei escola para ela, tudo. Aí ela arrumou um namorado, umas três horas da madrugada foram buscar as meninas. Eu quase morri do coração. Aí fiquei vinte anos lá chorando, que eu queria vir embora. E no fim, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o irmão dele e falaram, vende o apartamento, com o dinheiro você compra uma casa para você, né? Arrumou o comprador, tudo. Aí a mulher não quis assinar. Mas é a segunda mulher dele. Quer dizer que ele já tinha esse apartamento. Ela não tinha nada a ver com isso, né? Nós saímos de tarde e de noite a minha cunhada mudou. Então já foi um complô, né? Aí nós viemos embora.

Eu preciso... Eu perdi o Porque assim,

Você foi tentar uma vida nova.

Não deu certo. Aí eu voltei que o meu marido era muito bom. Andou fazendo as pilantragens dele. Desculpe a expressão, mas com todo homem falha <laughs> e E, nós éramos muito amigos, muito ligados. Tanto que eu sinto uma falta enorme dele.

Os filhos iam visitar muito, né?

É ar puro, diz que é o melhor ar do Brasil, é ali.

Então ele falou, nunca mais vou sair daqui. Alugamos a nossa casinha, os dois aposentados, né?

Aí tinha o carrinho, nós tínhamos um gol. Aí ele não queria ficar, alugando um apartamentinho assim, mas não tinha garagem para o carro. Ele morria de ciúmes do carro. Aí arrumou uma uma outra casa que chamava de buraco, porque era os fundos de uma casa, uma casa boa, mas lá nos fundos. Mas tinha garagem para o carro. Mas, treze dias só ele morreu.

Aí ele fez assim com o corpo e para ajeitar a coberta para mim. Às oito e meia da manhã eu acordei, ele estava esticado nos pés da cama, um braço caído, o outro assim, todo urinado. Eu liguei depressa para o meu filho, meu filho foi lá correndo, ele estava quente, eu bati, bati nele para ver se ele voltava. Aí meu filho chamou o resgate, mas não tinha mais nada que fazer. Fizeram a autópsia dele e ele disse que o coração dele estava enorme e não sabia como é que ele estava vivendo. E o pulmão cheio de água. Ele tinha problema no coração. Bem grave, né? E ele estava na fila do marcapasso. Até eu trouxe o atestado de óbito, porque se está na fila, então, né? Aí tira ele, porque já morreu, né? Mas eu sinto muita, muita falta. Porque agora tem que... A minha nora é um anjo. Meu filho, então, nem se fala. Tem um netinho de Mas não é como a gente está na casa da gente, né? Fazer o que quer, fazer como quer, tudo. Então agora eu estou ali, mas é um paraíso ali. Tanto é que a... Essa gordinha que está junto, falou, você vai para tua casa?

Não quero ficar na na casa de ninguém. Quando operei a vista, eu fiquei na casa dessa nora. Mas essa nora é minha filha. Ela liga para mim todo dia. Todo dia ela liga. E não tem mais o marido, né? agora eu tenho onze netos, nove bisnetos e eu vou levando.

Você Você conseguiu trabalho lá? Com foi? Não.
Não, não.

Porque eu já estava aposentada por causa desse problema. Eu fiquei muito tempo afastada. Fazia a perícia, de tanto em tanto, até eles me me aposentarem. Veio duas aposentadorias, por idade e por doença. Aí eles me deram por idade. Mas eu ia na igreja, eu tenho tenho muita saudade dos vizinhos. Os vizinhos eram ótimos
amigas, Como era essa convivência com os vizinhos? Muito
Muito, muito, e Ia na missa com elas e me dava muito bem. Sabe, vizinha de porta, assim, você tem um ovo aí? Olha, eu preciso fazer tal coisa.

Muito, muito, muita amizade, muito. Tinha uma que vinha fazer a unha...

Nesse meio tempo, você não vinha aqui para visitar?
Ia, mas era muito raro. Mas eles iam lá. Mas eles iam lá. Porque com esse golzinho, nós viajamos muito. Esse meu marido me proporcionou muita coisa, muita viagem, muita, sabe? Com o meu irmão, ele se reuniam na sexta-feira e abriam aquele mapa, onde nós vamos. Aí tinha uma Kombi, tirava os bancos do meio da Kombi, põe os colchãozinhos para as crianças e a gente ia embora. Viajamos muito, ele fez aproveitar muito,
Tanto é que eu fiz o meu filho vender o gol. Por exemplo, conta uma viagem para a gente, essa viagem de família,
A caverna do diabo, inesquecível, em Eldorado. Você já entrou nessas cavernas?

Nossa, muito, muito, muito. Eu viajei muito. Eu sofri, mas aproveitei bastante também. Muito, muito, muito.

É lindo.

Meu marido estava ajudando a trabalhar lá, né. Ele fazia muito bico. Ele era mecânico Então, é uma viagem maravilhosa. Você vê aqueles moinhos de as salinas, com aqueles moinhos. É um é um espetáculo.

É uma praia, eu não, eu adoro o mar, mas tenho pavor de onda. Então, essa praia, você tem uma ilha lá longe, você vai, vai, vai, vai, a água não passa daqui. Então a gente se divertia aqui só vendo. E outra coisa.

Fomos lá, dançamos a noite inteira.

Fomos dançar no Cane Para você ver, a gente dançava, meu marido dançava muito bem, os dois. Mas era da gente dançar e o pessoal parar para ver a gente dançando. Muito gostoso. Muito mesmo.
Então eu tive uma vida... Qual que era a especialidade do casal?
Ah, qualquer dança. Tango. O meu primeiro marido dançava um tango que só vendo Até a minha cunhada emprestou. Não sei se você conhece o filme, o tango. Ai, que lindo, lindo. Me deliciei de ver. E fiquei com saudades
Como você aprendeu a dançar ?
Acho que da da da... Ali na floresta, a gente dançava muito. Era o tempo da conga, era o tempo do twist, que a gente dançava que nem louco, passava nos pés, não sei, né? Então dançava, dançava tudo, tudo, tudo. O samba. Porque o samba não é que nem agora, não. A gente dançava coladinho, né, o samba. Agora não, agora não tem graça. Cada um dança por si, né. Não, mas era uma dança. Pegava uma valsa, a gente rodopiava o salão inteiro. É uma coisa que a gente não pode nem descrever de tão bonito que é. Gostoso.

Nossa! Você conhece a Casa de Portugal? É lindo, lindo. Nós dançamos
A noite toda. Como que era essa casa?
É que a Casa de Portugal, é um... Tem um um salão grande Tem aqueles bufês do lado, assim. Foi ali. Depois dali, não estava agradando muito... Ah, vou te falar. Essa Casa de Portugal, quem estava tocando era o... Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu me lembro.

Ali quando eu creio em ti, eu vejo. Mas eu vou me lembrar. Apaga-se e depois volta, sabe? Então nós dançamos a noite inteira ali. Depois tivemos convite para outra formatura. Aí estava chato. Aí saímos dali. Sabe o que aconteceu? Achei duzentos no Não sei se era real, duzentos cruzeiros, nem sei o quê que era. Eu sei que lançamos para uma boate lá no aeroporto. Eu, ele e minha prima, porque eu não saía sozinha. Lá nós dançamos, baldamos até de madrugada. Foi aí que ele me deu o primeiro beijo. Subiu na guia <laughs> na ilha, ele subiu, porque ele me respeitou muito. Ele falou que só queria ter alguma coisa comigo o dia que a gente fosse viver junto, que antes ele não queria. Então ele me respeitou. Aí ele me deu o primeiro beijo ali no carro e perdeu a direção <laughs> Cada coisa... Viu como veio as coisas?

Ele nem canta mais. É um pretão alto, careca.

É tão desconfiado que é filho dele. Então, a música que tocou, Creio em Ti, nossa, aquilo gravou para mim para sempre, né? Agora vendi o Gol e estou com, ai meu Deus, é difícil falar na marca de carro, viu? Até meu filho mandou fazer o motor dele e tudo, porque eu não fiz mais o carro, trazia muitas recordações, né? O Gol, muito, muito, então eu...
Você comentou de um problema na voz, né? Isso foi

Olha, foi um problema gravíssimo. trabalho, é lá na na

Como era? É, porque, bom, hoje, né, a gente vive celular

Aí trabalhei sete anos, né, lá. Aí um dia eu não podia falar.
Você tinha acesso às às
Ah, se eu quisesse ficar na linha, eu podia.
Era aquele que você falava assim, ah, você pode falar com sei lá quem?

Não, não, não.
Inclusive eu pedi para o vendedor me comprar um fone assim. Mas eu queria um fone que fosse uma coisa assim, né? Ele me trouxe um negócio assim. Falei, ó, vai ficar na gaveta porque eu não vou usar. Aí eu comecei, mas eu fiquei sem voz completamente.

Assim, muda. Aí, como eu tive diversos exames, você pensa que a língua da gente é assim, eles puxam a língua até aqui, para fora. Puxa língua. Aí puseram aparelho.

Fiz fono para para voltar, né? Aquela chateação é bruto aquelas coisas, tudo, né? Mas eu estava afastada. Fiquei afastada acho que mais de um ano. Aí o o i ene pê esse me deu alta e eu fui trabalhar. Eles me deixaram trabalhar o dia inteiro, quando foi às cinco horas da tarde me demitiram. E eu não sabia, me disseram que não podia fazer isso, que se eu processasse eles eu ia ganhar.

Eu era recepcionista também, né? Aí eu processei. Levei nove anos, mas ganhei. O meu advogado fazia proposta, eles não aceitavam. Aí mandava outra proposta, o advogado não aceitava. Foi assim. Aí mandaram para Brasília. Foram cinco juízes unânimes. Eu ganhei a causa. Quer dizer que eu tive que dar trinta por cento para o advogado, né? E eu fiquei com nove mil. Na época, foi um bom dinheiro, viu? Aí num, dali dali para frente eu não trabalhei mais,

E até agora é um salário mínimo. E eu ganhava muito bem. Aí eu recorri e eles deram dez cruzeiros a mais. Vantagem, né? Aí agora eu estou aposentada, acho que faz uns dez anos que eu estou aposentada só. Me levaram naquele fazer perícia, fazer perícia, fazer perícia. Já meu marido não, afastaram ele e não deixaram mais. Porque ele tinha pressão muito alta. Então ficou afastado.

Eles abriram ele todo. Não aceitava o sangue. O plasma que eles põem não aceitava. Tinha que se fazer uma transfusão de pessoa para pessoa. E não tinha o sangue igual o dele. Aí teve que um especialista aquecer aquela plasma para pôr. Aí foi todo mundo para lá. Todos meus filhos, todo mundo foi para lá.

Mas, ó, não morreu porque o médico falou para mim. Só um milagre. E aconteceu, né? Mas ele me deu muito. Emburrei muito ele em cadeira de rodas, aí, para fazer exames, para vir buscar medicamento, né? Bom, fala, meu filho.

Eles pediram apartamento pagaram a mudança para a gente sair.
Mas era uma coisa que você queria. Aí
Aí nós mudamos, não... Nós não íamos sair dali. Aí eles pagaram a mudança para gente sair. Eu saí de tarde, de noite entrou a irmã deles. Então aí você viu que foi um complô, né?

Vim para cá, vim para E fiquei na casa da minha filha Ah, de todo jeito eu queria. Para mim foi a maior satisfação voltar.

Nós ficamos hospedados lá. Até houve ela teve uma desavença com o pai dela e nós saímos, preparamos a nossa mala e saímos. Eu pensei que a gente... Ainda estava no apartamento. Pensei que a gente ia voltar para lá, né?

Aí nós ficamos por lá. Arrumamos casa lá beleza

Como foi esse retorno? Foi impactante? Ou você sempre estava em contato? Como?

Nossa, eu vinha sempre.

É que nem meu pai.

Eu acho ainda mais agora, agora está lindo. Demoliram, Onde o papai trabalhava já foi demolido... Onde eu trabalhava agora é o Carrefour.

Vai ter teatro.

Teatro municipal.

Mas só que precisa ter para pagar.

Nunca teve.

Agora já é mais fácil.

E nós conseguimos. Uma luta, ou mal feita, ou bem feita, nós conseguimos. Fui no dopis com muito orgulho.

Mas a gente falava em Dopes, era um pavor. O negocinho está piscando. Não é para mim, que eu sei.

Tia, tal coisa assim, assim. E tal data assim, assim. Que data a gente... Data a gente não guarda muito, né? Eu sei mesmo, o meu filho mais velho nasceu, eu casei em quarenta e cinco, meu filho nasceu em quarenta e seis, o outro nasceu em quarenta e oito Tanto é que a minha caderneta de poupança é a idade dele, é o dia que ele nasceu, do segundo, né? O terceiro, olha, o terceiro, se você me perguntar, eu acho que agora ele estaria com com cinquenta e poucos anos, que é o marido desse que está aí, né? Mas ele morreu muito novo. Morreu muito. Foi uma tristeza muito grande para mim. Muito, muito, muito. Sofri muito, muito por causa desse menino. Eu mais novo dos rapazes, né? Mas se envolveu com droga.
Deixa eu lhe perguntar que quando a gente terminou Quando a gente terminou a outra fita, A senhora estava começando a falar que o Dopes dava medo.
Dava.
Mas por quê?
Eu não sei lá, um negócio fúnebre, um negócio esquisito. Depois eu saber que estava entrando ali no Dopes, eu vou saber se eles vão me deter aí, se eles vão me liberar, não deixaram o papai entrar. Ai, para mim foi uma sensação horrível. Depois me fecharam naquela sala, junto com aquele homem que fazia todas aquelas perguntas, um monte de perguntas. Andava, saia atrás de mim, rodava. Falava, só pode confessar, não vai acontecer nada. Foi um interrogatório duro, duro mesmo.

Você não concorda com nada, vai negando sempre. E foi o que eu fiz. Quando eles disseram o jeito que eu estava vestida, eu falei, poxa vida, você estava vestida assim, assim, assim?

Estava, sim.

Porque eu já tinha votado, né? A minha votação, eu nem me lembro onde que era.

Então, mas, esse, ele já faleceu, Deus que tenha que eu perdoe.

Ninguém na minha, todo mundo sabia.

Aí eu, não, não. Não, não, não, não. Fui eu, não.

Conheço.

Por isso mesmo, conhecendo ela, eu ia votar no nome dela.

Numa coisa que não estava certa. E aí, ai, quatro horas, quando eu saí de lá, eu falei, ai, papai, ah, você perguntou como nós fomos lá no Dopes?

Naquele tempo tinha, né. Até esse meu filho, o segundo, falou, mãe, você nem queira ver o que eu vi hoje, quando ele era moleque. O que foi, filho? Eu vi o trem derrapando. Numa casca de banana. Eu falei, poxa vida, meu filho, é? Depois de passados muitos anos, que eu fui deduzir que o trem fazia assim, né? Ele achou que o trem estava derrapando. Achei interessante, né? Depois de muitos anos que eu fui ver que ele estava falando um negócio.

E o trem era assim.

Então os trens tinham restaurante, tinha tudo. Era trem de madeira, né? Os vagões eram de madeira. O chapéu, usava chapéu, né? O chapéu do papai era tudo furado de brasinha da locomotiva <laughs> E o papai tinha costume de saltar do trem andando. E ele não sabia. Quando ele foi trabalhar, estava tudo bem. Quando ele voltou, eles tinham cavado um buraco. Aí ele desceu do trem andando, puff, dentro do buraco. Aí todo mundo gritou, né?

Os seus amigos, família, todos italianos, e
O meu pai é descendente
Português, português. Mas ele estava, né, incorporado, né?
É, meu pai era, o pai dele era português e minha avó

Meu marido, o segundo marido, te Segundo o marido, teve.

Eles foram muito perseguidos por da causa da da guerra. Foram mesmo. Até o clube era mesmo germânico, uma coisa assim. Eles foram demais perseguidos. Todo mundo... xingava, sabe? E o pai dele, que era alemão, né? E o pai dele morreu no no Sul. Até ele se separou da da mulher e foi para o Sul. Meu marido foi lá ver ele e tudo, mas... Meu marido é fotografia do pai. escrito, mas eu sabia que era alemão-judeu. Eu não sabia, né, que Schellenberg, esses todos os nomes assim, é judeu. Aí eu, nós casamos direitinho, casamos depois que ele obteve o divórcio, nós casamos, nossa filha é registrada direitinho, então, eh, porque meu pai era ali, Ele queria ver as coisas direitinho, era branco, tudo direitinho, porque senão ele cobrava. Cobrava. E morreu, não chegou Em novembro, me lembro que até ele estava com a minha netinha no colo. Ele falou assim, bisneta dele, né? Ah, o dia que eu fizer oitenta anos eu vou fazer uma festa, que vocês vão ver em dezembro ele fazia oitenta anos, ele morreu em novembro. Não chegou a concretizar, né?

Mas era... O dono, o o que tomava conta do cemitério, era padrinho do meu filho, do meu irmão. E ele deu, quando meu irmão morreu, ele deu o túmulo. Aí, quando a mamãe morreu, o papai falou, eu nunca pude dar uma casa para tua mãe, eu vou dar agora. E mandou fazer o túmulo para ela. Eles se gostavam muito, os dois, apesar dele fazer...Mas, a gente casava e era para viver sempre junto, né? Antigamente. Meu nono, minha nona, era muito bom Meu pai bebia e às vezes chegava, então meu nono falava para para minha mãe, você não escolheu ele, então você vai ter que aguentar. Agora a gente não aguenta, né, qualquer coisinha você para e vai cada um para o lado. Não, meu nono, se você escolheu ele para casar, você vai ficar com ele. E foi, meu pai foi sempre muito bom. Estragava esse negócio de bebida, mas tem, tem bêbado que chega em casa, bate na mulher, né, bate nos filhos. Ele não, ele me respeitava. Eu também lembro que quando meu marido foi embora, e eu estava já barrigudona, ele chegou um dia bêbado. Aí eu fechei com ele no quarto e falei, olha pai, eu tenho dois filhos e tenho esse para nascer. Se você não parar de beber, eu vou embora vou embora com eles. Ai, chorou tanto, chorou, chorou, parou. Nunca mais bebeu. E a paixão dele era a floresta. Ele fazia tudo pela floresta. E floresta E os donos do floresta eram italianos. Quem fez a carta para a Itália foi o papai. O papai que escreveu a carta para eles. Aí eles deram o terreno do Floresta. Tinha o a sede, que é que nem hoje. Atrás tinha o jogo de bocha e o campo de futebol, com a arquibancada de madeira, tudo. Mas tudo... Floresta por quê? Porque era tudo, sabe, eucalipto, tudo cheio. Muito bonito. E eu dancei muito ali.
indo para uma parte mais de avaliação, de ajudar para finalizar, assim, tem alguma coisa que você queria contar? Alguma coisa que você lembrou no meio da nossa conversa, que você queria falar para a gente?
Não, eu lembrei de uma coisa, mas é uma coisa muito triste, eu prefiro não falar.
Como
É muito doído. É do meu filho. Essa essa época foi a pior época da minha vida. Meu filho ficou dez anos preso. E eu fiquei dez anos presa com ele também. Porque onde ele estava, eu ia visitá-lo, ia ver, sabe? Até que ele fugiu.

Estava muito bem lá, mas é o destino, né?

Ele tinha um carinho comigo que só vendo.

Ele veio embora numa agonia. Nós não deixávamos ele sair nem para comprar cigarro. Meu marido ia buscar cigarro. O meu segundo marido foi muito bom para eles. Não era padrasto, era muito bom. Aí arrumamos o dinheiro da passagem para ele vir embora. Aí é uma coisa, né?

Mas barbarizaram ele. Machucaram ele todo. Deram uma mordida, arrancaram a orelha dele. Foi... Esse é o pedaço mais triste da minha vida, é esse.

Ele tirava do que ele ia, mandava E eu soube que esse que matou ele na cadeia, era, ele tinha levado um tiro, estava paraplégico. Era meu filho que estava banhando ele, meu filho que carregava ele e tudo. Aí um filho mandou, matou meu filho. Então, essa é a parte mais triste da minha vida. Doída, doída, doída mesmo. Muito doída. E o meu marido sempre acompanhou.

Todo domingo o meu passeio era esse, visitá-lo. Eu nunca abandonei meu filho, nunca. Ele era errado, mas eu nunca abandonei <cries> Sempre tratei ele com muito carinho, muito. Aí eu cheguei para ele um dia e falei, filho, eu acho que eu que sou culpada, o que está acontecendo com você. Você perdoa a mamãe, tá? Aí ele ficou tão bravo. Mãe, nem fala uma coisa dessa. Você foi uma mãe tão boa para nós. Nem fala isso, pelo amor de Deus. Mas a gente se sente, né? Que eu acho que se tivesse andado mais atrás dele, mais sei lá. Mas rapaz, sai, né? Quando que eu ia saber? Um dia eu vi essa tal de maconha, aquelas bolinhas, cânhamo que eles falam, né? Eu falei, aí, o que que é isso? Meu filho, mãe, como você é ingênua, mãe. Você não está vendo que isso daí é maconha? Eu nem, nunca imaginava na minha vida. E foi isso que estragou ele. Mas é o que a gente tem que passar, né. A minha psicóloga falou que quando a gente nasce, já nasce com o pacote feito. Ninguém muda o pacote da gente. Eu falei o que eu não queria falar, eu falei. Mas isso não vai ser publicado, né? Por favor. <laughs> Eu já tenho meu nome no no desquite que saiu. Até trouxe aí, tá? Meu desquite, papel amarelinho, está tudo lá.
Direitinho é
É, foi o desquite. Eu que paguei a advogada de defesa dele, porque ele estava desaparecido. E eu paguei a advogada dele. Eu terminei na vara de família, ali perto do fórum, para fazer o desquite.

Já estava trabalhando no... Porque eu era uma boa telefonista, então era requisitada.

E eles me... Vem que pago tanto, porque a gente precisava ganhar mais, né? Aí eu fui trabalhar. Depois faliu. E foi o homem que me prejudicou, porque eu trabalhei dois anos e ele não recolheu o fundo de garantia. Eu fui receber um... Pô, eu estou pondo tudo fora
É, <laughs> olha, então, você falou a coisa mais triste que já aconteceu,
Muito, muito, muito triste. Pior que morte pior que tudo Alegria? Eu sempre fui muito alegre. Você sabe que eu trabalhava quando era solteira, e na cozinha, assim, nessa casa da primitiva, tinha uma prateleirinha assim, perto da porta, e o rádio. Então eu chegava do serviço, jogava a bolsa na mesa e ligava o rádio. Tanto é que eu vim agora com a...

Eu vinha cantando música antiga.

Né, eu falei, eu não tenho coragem de me expor. Canto italiano.
é mes

Canto.
Mas você ia para o lugar cantar ou era só em casa? Não, em casa.
<laughs> Em casa. Eles pediam para eu cantar. O meu gênero fala, Dona Lídia. Ele tem um reloginho assim, é um bêbado, segurando no poste. E ele assovia: três horas da madrugada...

<laughs> Eu cantava. Canto, canto mesmo. Gosta de cantar o quê? Ah, Principalmente música italiana. Champagne, Vivere. Tem diversas músicas que eu gosto de cantar. Eu sou apaixonada por coisa da Itália. Gosto muito mesmo.

Ela optou por italiano e uma outra língua lá que eu não sei qual é. Então, em casa, ela chegava em casa, vó, você me ajuda?

Aí nós duas conversávamos em italiano. E eu estava no Rio, Ela me mandou uma letra italiana para mim traduzir para ela. Uma música.

É... Aí agora não me lembro. La Barca Se Levar, não sei. Essa não estou lembrando bem. Eu traduzi e mandei para ela. E agora chegou para ela, começa, não vai... Avó, agora eu não quero mais.
Você vai dar uma palhinha para a gente, não? Ãh? Você vai cantar para a gente?

Cantar o quê? Pelo amor de Deus.

<sings> <sings> <sings> Vivere senza malinconia Vivere senza più gelosia Senza ripianto e senza mai più conoscere cos'è l'amore Codere il più bel fiore, codere la vita, codere il cuore Chega! Aquela champanhe também, eu vou lá na casa delas, elas têm o vídeo, né? Aí eu canto.
Já percebi quais são os momentos mais felizes da sua vida, junto
Momento mais feliz da minha vida?
Ah, eu tive Uma história assim que você ficou muito contente.
Muito feliz? Muito
sei
Hoje eu estou muito feliz.
Hoje, o que você achou de dar esse depoimento aqui?
Estou muito feliz, sinceramente. Eu imaginava, mas não imaginava que fosse ser uma coisa assim tão, tão amiga, tão companheira, que eu pude me abrir, abrir, até coisa que eu não queria me abrir, abrir, né? Foi muito, muito, muito bom. Gostei demais. Demais. Muito.

Agora não quero ir lá nem para passear.

Você nunca foi?
Conheço. Como turista, né, assim
muito lindo.

Porque a gente andava muito, né?

conheço demais.

Tinha os holofotes, né? E a gente tomava banho de mar. Quer ver uma coisa que me deixa muito feliz? Eu estar numa praia. Eu, para mim, moraria numa praia.

Ah, mas que delícia! E eu tenho medo do mar, Eles falam que eu vou lá no mar só para tomar banho de assento. Eu não entro. Eu não tenho coragem. As ondas são... Principalmente no No Rio, no Rio

a praia, assim, já. Você lembra a primeira vez que você viu o mar, assim, não? Ãh?

Eu era menina.

Viagem maravilhosa. O trem, quando chega na serra serra, tem as cremadeiras para subir a serra, né? Aquilo é um espetáculo.

Então a primeira vez que eu fui, foi essa. Até a gente era menina, a mamãe fez tudo, o maiozinho em casa, para nós, tudo.

Mas você já pensou, é farofeiro, né?
<laughs> É nessa época? <laughs>
<laughs> Farofeiro. <laughs> Porque a gente levava o lanche, levava, né, as coisas. Nossa, aquilo foi para... Você dormia onde? embora

E foi um dia que não teve sol.

A mamãe ficou que parecia um cacho de uva, toda cheia de bolha. Até o médico falou que se ela ficasse mais um pouco ia cozinhar fígado, tudo dela. Esse tal de mormação queima mais que o sol. E não sabe como é, na farofeira, a primeira vez que vai, se esticou na areia, naquele tempo não tinha protetor solar, nada, a gente ficou mesmo <laughs> à vontade. Veio todo mundo, um esbarrava no outro no trem, veio todo mundo assim, todo mundo vermelho, ninguém se esbarrava, foi uma farra, viu? Foi muito bom. Foi um dos momentos bons da da
Da vida aí, né. Então, para terminar, isso aqui está até escrito, heim, <laughs> Quais as principais lições que a senhora tirou da sua trajetória de vida?
Paciência, muito amor e muita dedicação.

Quando eu amo, eu me entrego. Eu amo mesmo de verdade. Tanto é que eu digo que eu amei duas vezes na minha vida. Amei meu primeiro marido e amei o segundo. Então eu amo meus filhos demais. Demais mesmo. Tanto é que a minha filha não fica muito chegada a mim, ela De vez em quando ela vai me ver e isso me dói muito. Eu queria que a minha filha fosse mais... Minhas netas me dão muito, eu tenho cada neta linda. Essa que eu falei que fala italiano é a coisa mais linda. Muito bonita elas são. Estão todas na faculdade, os netos também, graças a Deus. A mais novinha da minha filha é uma coisinha desse tamanho assim. Mas é uma gracinha. Tem vinte e oito anos. Ela está fazendo engenharia química. E ela dança a dança, dança do ventre. Quer dizer que isso é de família, né? dança. A dança do ventre. Imagina, acho que ela foi num casamento agora, da da o irmão da professora dela, e ela dançou. Eu ajudei lá, quando estava lá na minha filha, a bordar as roupas dela, porque são umas roupas muito bonitas, né? Eu ajudei a bordar. Você precisa ver ela dançar. Mas ela é uma coisinha, é uma... Porque acho que não tem nem um metro e meio de altura. Mas um corpinho bem feitinho, sabe? Muito bonitinho. Ela trabalha na Caixa, Caixa Econômica. Ela foi conside considerada a funcionária mais elegante da Caixa. E agora o gerente entrou de férias, ela substituiu. Então isso me enche de orgulho, né? Outra coisa, tenho muito orgulho. O meu filho, sessenta anos, entrar no Senai outra vez. Ele, eh, tem diploma de tacógrafo, tem diploma de mecânica pesada, tem diploma de não sei o que, tem uns quatro ou cinco. E está entrando outra vez no cenário. Ele falou, mãe, até o fim do ano, no fim do ano eu vou fazer mecatrônica. Você precisa ver esse menino chegar em casa e falar do Senai Ele fala, mãe, você precisa ver, mãe, que coisa louca, que organização, que bonito, você precisa ver o... Como é que... Como é ,quando você entra na firma, você tem um, né? Não pode ir de camiseta, não pode ir de boné. Camiseta escrita, que não usa agora, né? Com um monte de besteira. Não pode ir com esses capuz. As meninas não podem ir de saia curta, nem roupa decotada. Tudo, tudo, tudo. Mãe, você tem duas moças fazendo mecânica com ele. Ele, ele está em casa, você pensa, ele está lá mexendo no carro, comprou um Fiat e agora está lá consertando o Fiat, fazendo uma coisa, fazendo outra. Eu não lembrei a marca do meu carro agora. Eu adoro o meu carro, não lembrei. É carro velho, não é de agora agora, mas, muito bom Eu tenho... Ah, outra coisa, a minha, a frustração da minha vida. Eu tirei carta, fui muito bem, passei muito melhor que muito marmanjo, e eu não consigo dirigir. Dirigi, e meu filho, o mais velho, me deu um fusca, na época, mas eu não... A minha filha diz que a minha afeição até muda. De tanto que eu fico tensa. É uma frustração. Frustração é não saber dirigir e não saber nadar.
Ficou na dança, né? <laughs>
Ficou só por fora <laughs> legal. Que mais, filho?
Queria só uma mensagem para as pessoas. Daqui a cinquenta anos que vão ver a sua entrevista, essa é para a gente terminar.
uma mensagem, eu acho que as pessoas têm que ser muito pacientes, muito amigas, cordiais umas com as outras e procurar entender, uma pessoa entender a outra e não julgar antes de procurar entender. que a pior coisa é você julgar uma pessoa. Para você julgar uma pessoa, você tem que se pôr no lugar dela, né. Então, tem que ser assim, tem que ser compreensivo e ter, principalmente, ter muito, muito, muito amor por tudo e por todos. Até uma, eu tenho dois gatos. Eu pego ele no colo, o branquinho, Tudo cheio de dengo comigo, só vento. E agora eu não estou pegando muito porque o médico proibiu, né? Por causa da vista. Tem um um branco e um amarelo. Aí a paixão da minha... O meu filho disse que eu até mudei depois que vieram os gatos. Eu tenho cachorro também. E o cachorro da minha suíte tem uma porta que vai dar no quintal. Aí eu passo e ele fica, au, au, au, até que eu não vou lá fazer um carinho nele, agradar assim. A jegue, a jegue a gente sai na varanda, você precisa ver como ela zurra, né? Jegue, você precisa ver como ela vale. Fica... Para a gente olhar para ela. Uma graça. E quando meu filho chega em casa, é um tumulto. O cachorro late, a jegue grita, os gatos correm. Precisa ver. Porque ele é que nem eu. Aí não vai levar outra. Agora ele tem o macho, não ganhou uma jegue. Agora precisa arrumar uma condução para ir buscar a mãe. Telefonou para mim, eu estava na casa da minha cunhada. Vó, ô mãe... Acho que eu vou pegar uma vaquinha também. Ai, meu Deus.

Mas é um quintal muito grande. Muito grande, muito bom. Então é isso que eu digo. Muito amor, muito, muito amor. Para tudo. Até uma florzinha que você testa tem que ter amor. E se a gente não tiver amor, não tem nada. Amor é tudo na vida, eu acho. Compreensão, fidelidade. Eu sempre fui muito traída, mas eu acho que a fidelidade é tudo na vida. E a gente leva sempre para aí. E muita alegria, sempre alegria. Você viu como eu cantei? Agora entro no carro com eles e vou cantando. Eu contei uma uma música que acho que você nem sonhava em nascer. E eu lembro.